Quarenta e seis. Gravando. Eh, bom dia. Bom dia. Eh nós gos, gostaríamos de começar a entrevista perguntando o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

Que dia?

Do Pernambuco para cá, trabalhou em algumas fábricas, aí depois eu acabei nascendo, eles se casaram e e acabou ficando mesmo dona de casa né, que é uma tarefa árdua.
Você disse que seu pai veio de Portugal. Uhum. Você sabe a origem da da sua família lá em Portugal? Por que que ele veio para cá? Conta um pouco sobre essa história.

Bem, eu na verdade sou bastante interessado em genealogia e assim a a busca da ge, da do gênese né, da gênese, eh eu quero dizer.

Eu eu eu já tentei buscar a parte do, a parte do meu pai, a parte familiar, é é um pouquinho difícil porque, tanto dele quanto da minha mãe, porque como são, eram pessoas muito humildes, e as famílias também, Então é di, é difícil a gente, de repente, encontrar alguma informação, né. Eu Eu sei que da da parte do meu pai, assim ele é da da divisa com a, da divisa com a, com a Espanha, lá em cima né, na na na Galícia. Tanto é que ele fala que a distância assim era de poucos quilômetros. Então ele, ele sempre viveu entre o português e o galego. Ele sempre falou essas duas, essas

Eu sei que eles vieram para cá em, quando eles vieram em sessenta e dois, meu pai tinha dezessete anos, se eu não estou enganado. E eh, já tinha aquela coisa do salazarismo, né? Então eh, foi assim, uma, duas coisas. Uma que foi importante, eh que, até para prevenir que meu pai fosse para a guerra, na África né, que ele até conta histórias de, de amigos deles, amigos dele que foram e voltaram amputados e tudo mais. Até de gente que brincava com com cabeças dos, sabe, do das pessoas que degolavam e jogavam futebol com isso. Então, aí minha, meus avós resolveram vir pa para o Brasil E também porque ainda naquela época tinha uma coisa que meu pai também fala, que é da, da árvore da das patacas, né? Uma coisa do, assim, sabe Uma terra de prosperidade ainda. Então eles também vieram, assim, deixaram tudo e vieram para cá os três.
Eram seus avós e seu pai?

Eh, se eu não me engano, não vieram os primos deles também. Primos, é vieram os primos do meu pai. Estou na concordância com o plural. Que está uma coisa complicada.
<laughs> Eh, e você sabe que profissão seu avô tinha lá em Portugal?
Ah, meu avô? Meu avô, assim, é uma, é uma coisa meio velada ainda o que meu avô fazia, assim, né? Eu sei que meu avô, mesmo assim morando numa aldeia, sendo humilde, parece que até que ele tinha um um bom dinheiro, né? E acho que ele fazia algum comércio por lá e tal, e Até meu meu, <laughs> meu pai diz, até hoje eu não sei o que é, eu sei que meu pai ficava muito trancado, em na imagina, casa de pedra, escura total, e meu pai ficava trancado lá, totalmente isolado, né? E diz meu pai, assim, não sei até onde isso isso possa ser mesmo, que meu vô tinha alguma coisa assim com, <laughs> com, ele tinha uma espécie de uma mina de minério também e e traficava esse minério de lá, de do norte de Portugal para a Espanha. Até ele teve uns problemas com com, com o pessoal do, nem sei se teve problema, mas assim o, tinha na fronteira da Espanha, tinha os os soldados do Francisco Franco lá, e teve algum problema uma época lá que eu não lembro. E e minha vó também era do lar. Minha vó, ela foi criada na Espanha, né? Como meu pai diz, a vida assim de criança e adolescente, ela ela foi criada na, na Espanha e depois voltou para Portugal. E diz meu pai que ela era bastante brava assim Ela tinha muito carregado assim, uma coisa um so, um sotaque ainda bastante espanhol mesmo. E, e diz que ela era do tipo de mulher que batia até em homem.
Você não chegou a conhecê-la? Ela
Morreu quando eu tinha um ano de idade. Minha mãe disse que ela ficou muito feliz quando eu nasci e que ela me segurava bastante no colo. Ela morreu em oitenta e um

Um ano. Eu não, não lembro. Sim, meu avô ele morreu em noventa e nove, então vivi dezenove anos da minha vida com ele, mas porque nós moramos na mesma casa que foi comprada na na década de sessenta, ainda moramos na mesma, e então meu avô dormia no quarto conosco, né? Então meu avô sempre foi uma pessoa que gozou de boa saúde. E e até que em noventa e, assim, em oitenta e, noventa e cinco ele já começou a ficar um pouco, ele nunca teve gripe, nada disso. Aí em oitenta e cinco ele começou a ficar um pouco doente, aí foram surgindo até que tem uma hora que tem que ir mesmo, né? E até uma coisa ainda que eu, eu tento buscar na na parte do meu avô, do meu avô paterno, é que tem uma história que assim, o meu tataravô era cigano. Então eu fico imaginando, meu Deus do céu, agora se a minha genealogia já é complicada. <laughs> Imagina buscar a genealogia de um povo nômade, né? Então, sei lá, eu preciso. Eu estou planejando, assim que possível, ir para Portugal e Espanha e e começar a procurar essas coisas.
Mas o seu avô contava histórias de lá para você? Como é que era? Ah

Eu lembro que ele contava algumas coisas, sim. Mas eu, quando quando ele morreu, assim que eu me dei conta, porque a gente tem essa coisa de o que está muito perto da gente, a gente meio que desdenha, né? Eu lembro, lembro de perguntar algumas coisas sobre a família para o meu avô, mas assim, nunca, quando ele morreu, eu fiquei pensando assim, nossa, eu poderia ter ido mais a a fundo. E não fui. Não sei muita coisa do meu avô, assim, de de histórias e tal.
Não sei. E Você sabe por que que eles vieram para São Paulo?
Em específico, São Paulo?

Bem, na verdade, eu sei que uns irmãos da minha avó que moravam em Santos, né. E, bem, na verdade eles não vieram direto para Santo Amaro, eles foram para o Ipiranga, para a Vila Carioca, e aí depois eles acabaram, acho que tinham os conhecidos dele, não tinham os parentes, já que moravam em Santo Amaro, eles tiveram uma pensão em Santo Amaro. Depois disso foram para o bairro onde eu moro, que é o Jardim Vergueiro, que é ali perto da da região ali da da represa. E lá já também na rua assim, já tinha uma. Já tinha uma Alguma, uma espécie de uma colônia. Até a minha, minha rua assim era bem isso do imaginário da imigração. Assim, né, tinha japoneses, alemães, até hoje tem uma, algumas famílias italianas e o resto depois como aconteceu. Né, a migração dos nordestinos para cá, aí a maioria está, é oriunda de lá.
Então seu seus avós vieram para cá e eles montaram esse negócio de uma pensão, é isso? É

Foi, aí depois, aí meu pai já estava com o comércio né, já estava com o bar, ele e dois primos né, que montaram lá em Santo Amaro, então ficou nesse bar por vinte e cinco anos e e então ele começou a como eu posso dizer? Ele começou a nossa, me fugiu a palavra, ah ele sustentou, né? Na verdade, meu meus avós, porque agora já já não tinham pensão, já moravam naquela casa, então meu pai ganhava razoavelmente bem, acho que naquele tempo, então sustentava todo mundo lá.
E a história da do lado da sua mãe?
Da minha mãe. Da minha mãe, eh até minha vó ainda está viva, é a única vó que eu tenho, né. E aí outro dia eu fui lá, fui à noite e comecei a perguntar como havia sido o encontro dela com meu avô e tal, né. Por parte da minha mãe, então, minha vó ela é paraibana, meu avô ele nasceu em Caruaru. E aí até acontece, aí minha vó contou que ela lá da Paraíba, o pai veio e veio todo mundo num num jumentinho, todo mundo, cada um no seu jumentinho, <laughs> veio lá da da Paraíba para o Pernambuco ali daquela, ela veio daquela região do do Cariri velho ali, sei lá, acho que é assim que fala. E aí eles acabaram assim se encontrando porque o pai da minha avó, eh acho que comprou um sítio que era mais ou menos naquela região ali onde é a Tuparetama e tal né, hoje. E e aí acabou se encontrando porque a minha vó disse que era, era ela ta, ela era amiga da da da irmã do meu avô, da Cecília. Mas o que o que, assim, minha minha mãe sempre fala eh de uma, isso que eu guardo muito deles, assim, do dos meus pais, é sempre uma uma infância muito muito conectada à natureza, né? Minha minha mãe sempre fala das árvores, dos riachos, assim como meu pai também fala. E âh, minha E meu meu avô era comerciante, ele era. Ele negociava algodão, né? Então, meu meu vô até hoje assim é uma pessoa, era é uma pessoa muito benquista, assim, né? De nome e tal, né? Minha avó diz que se você fala os Davi lá na na região é, ainda é um nome bastante forte. Mas acontece que em sessenta e três, se eu não estou enganado e três, meu avô estava vindo de. Não sei se ele estava vindo de Caruaru, indo para lá, ou, Anyway, eu sei que aconteceu um acidente de ônibus, o ônibus caiu da ponte, né? E e até eles ficaram sabendo pelo rádio lá o acontecido. E aí eles passaram um bom tempo né, em sessenta e três, então a daquele tempo as crianças todas pequenas ainda. Minha mãe sempre foi uma pessoa interessada em estudar, mas minha avó falava que ela tinha que trabalhar, tinha que catar pedra, levar sabe lata de água na cabeça e afins. Então, e minha mãe conta que era tão árduo para poder chegar na escola, mas ela ela sempre vencia aquilo sem nenhum problema, assim, sabe? Ela ia e e andava quilômetros até a escola e passava o riacho na cheia. Aí tinha, ela disse que até teve uma vez que começou a dar um redemoinho assim e quase a levou, né Ela chegava já com com a roupa toda molhada, às vezes, Mas também depois o sol do sertão lá dá um jeito. E também de muita sede, que ela diz que ba batia numas casas às vezes no meio do caminho para, para poder pedir água. E ela ficava tão agradecida por aquele copo de água que ela conseguia. Também fala da das cobras cipó lá, que elas ficavam <whistles> ficavam pendurando de um lado para o outro. E todo esse imaginário, e eh essa coisa muito forte da dessa dessa magia do, da chuva né, do Mandacaru quando, quando flora lá na seca, que ela diz que realmente é muito forte isso, porque de repente está tudo seco, chega a chuva, Em três dias, impressionante, parece que tudo virou um oásis, assim. Tudo volta, tudo volta, parece que, é muito engraçado. Até porque a terra é muito, como ela ficou descansando, então quando ela volta, ela volta com força total, né? Aí em setenta e dois, <coughs> setenta e dois, âh assim, parece que antes meus, dois dois dos meus tios, irmãos da minha mãe, vieram para São Paulo, começaram a mandar dinheiro para eles lá. Até que acabou vindo a família toda, né? E aí eles acabaram ficando, acabaram morando na mesma rua que meu pai tinha casa, que é onde eu moro. E até eh, eu sempre friso as datas deles do de chegada. Aliás, ele eles é é muito engraçado porque assim, meu pai nasceu em mil novecentos e Então, como eu eu já havia dito, meu pai chegou em São Paulo em mil novecentos e sessenta e dois e minha mãe chegou em mil novecentos e dois, né. Então, exatamente dez anos depois. E até a, a questão da geométrica, sei lá o que é que eu posso dizer, a posição das casas da minha, com a onde hoje mora meu tio e morava minha mãe quando chegou, e a onde meu pai morava e é bem, até hoje, é a é a mesma posição assim geográfica da, entre entre Portugal e o Pernambuco. Então, eu vejo uma linha assim muito próxima, parecia que realmente os destinos deles já estavam cruzados. Apesar de assim dos do, raras as vezes eu eu ter. presenciado, o amor dos dois, assim, na verdade eles eles agem muito como aquele eh o aquele desenho dos ursos, sabe? Do Ursulão, da Ursulina, assim, que meu pai é todo atrapalhado mesmo e minha mãe é aquela, é aquela que é mais baixa e é, é a que manda na casa mesmo, né? Então, sempre tem isso. Então, minha mãe sempre cobra meu pai, sempre fica nessa, assim, sempre minha mãe dá a voz de comando lá.
Você sabe, assim quando, quando é que surgiu o amor entre eles, assim?

Namorar. Sim, é, na verdade, assim, parece que minha a avó, minha avó mater, não, minha avó paterna já fazia muita força que meu pai namorasse com a minha mãe, que era uma uma garota prendada, tudo isso. E aí acabou assim, não foi <laughs> não foi nada tão romântico assim, acabou acontecendo. Sei lá, às vezes as coisas têm que ser assim mesmo né, não tem toda aquela firula de Hollywood, né <laughs> mas acabou acontecendo dessa maneira. Mas eles se gostam, eu sinto que Eles se gostam sim Eles casaram em mil no novecentos e setenta e nove, casaram em março também. Aí foi até, até. Minha mãe conta que ela sempre sonhou com o meu avô. E isso aconteceu com todas as minhas, as minhas Elas sempre sonhavam, sonhavam com o meu avô. E aparentemente no dia em que elas se casaram, não sonharam mais.

E e minha mãe, a última vez que sonhou também foi antes do casamento com o meu avô. Só que ele estava com, ela disse que ele, ela estava com, ele estava com o braço, com o braço machucado. E um pouco depois, assim eu acho que no dia posterior, ela ficou sabendo que o, o cunhado dela né, meu tio, havia havia falecido num acidente de carro também. Agora eu não lembro onde foi. Mas também foi um clima, ela disse que foi um clima muito chato na festa, porque ela não tinha mais como como terminar aquilo, né? Como, como mudar. E ficou um clima bem chato, mas, até eu ia trazer as fotos, acabei não trazendo, porque é um álbum grande, daquelas fotos também coladas. <laughs> E, ah, não sei, mui muita coisa já aconteceu na, naquela casa, assim.
Deixa eu te perguntar. Falando em casa, você disse que é no Jardim Vergueira. Você já nasceu nessa casa?

Desculpa a ignorância né, mas nasci no hospital. <laughs> Eu sei, estou brincando. Ehh E até um um ponto, um ponto engraçado, que eu eu fui pesquisar no no Centro Cultural o, um pouco da. Assim, na verdade, tem uns microfilmes. Eu fui lá dar uma olhada na

E eu, nossa eu falei, gente, que loucura, greve greve dos portuários, greve disso, greve daquilo, aí eu Aí eu fui falar para a minha mãe, eu falei, mãe, eu vi no jornal só tinha greve. Ela falou, pois é, até o Hospital Moderno, que é onde você nasceu, também estava em greve. Então eu já nasci um pouco vermelho, quero dizer assim. E aí você perguntou do. Da casa. Ah, sim, da casa. Nossa, até. O, da casa, então, assim, até agora a gente está pensando em talvez mudar para a casa onde meu tio mora e meu tio deve mudar para o Taboão. Então, eu comecei a pensar também nessa coisa da casa, porque a casa sempre foi Sempre os, as vozes dissonantes estão lá desde o princípio. Então é sempre uma casa muito eh ela, é uma casa muito grande. Assim Os cômodos são muito grandes. E e eu sempre senti bastante liberdade na minha casa, assim. E até eu a a. Eu até trouxe as fotos da casa só para, até eu ia te mostrar que Meu meu pai é uma pessoa muito velada mesmo assim, né, muito misteriosa, né. E o meu pai ele tem, ele sempre desenha. Ele desenha e assim, e todos nós em casa desenhamos. Bem, até particularmente. E E acontece que A casa, assim, meu pai faz umas coisas, assim, na na decoração da casa, digo, na na es, na parte externa, assim, que eu fico impressionado, são muito sensíveis, né? São muito fico, eu até, às vezes, comparo meu pai um pouco pretensiosamente com o Gaudí, assim, sabe? Eu acho que o meu pai, ele tem o, uma coisa que ele. Ah, uma coisa que me vem à mente agora Eu não, eu não sei né, porque assim se eu disser que meu pai meu pai errou o caminho da vida, eu vou eu vou admitir que eu também sou um erro né, <laughs> porque eu nasci no caminho errado então. Mas meu pai, quando era, quando era jovem aqui em São Paulo, ele foi convidado para fazer uma ponta de figurante no cinema, não lembro que companhia que era, e minha avó não deixou. Mas eu tenho certeza que se meu pai tivesse trilhado esse caminho, ele teria usufruído do talento que ele tem. Que é uma coisa muito guardada. Às vezes até me entristece isso. De ele ele ter ficado nisso, sabe? De repente ter aceitado, eh sei lá, esses desígnios aí. Ainda não sei o que é destino, ainda estou formulando.

É. E depois, nasceram outro?
É né, tenho mais dois irmãos.

Só menino?

E conta para a gente eh eh, esses esses brincadeiras de infância, porque você eh, durante seis anos, foi um filho único, né? Aham Você brincava com quem?
Ah, tá, com quem eu brincava. Bem, assim, eu eh, eu não era uma uma, vou dizer, a criança mais sociável do universo, mas eu eu sempre tive mais contato, quando eu era pequeno, com os meus primos.

Acho que até uma coisa mais <laughs> poderia dizer até, meio rodriguiana assim, e Duas, eu tenho primas que moram, que assim são filhas desse desse tio, que mora hoje na casa onde minha mãe morou. E a gente sempre brincava junto né, então a gente fazia mercadinho, a gente pegava as embalagens de dos produtos assim que já tinha usado, aí a gente fazia um caixa, tinha o nosso dinheirinho, aí nós já éramos capitalistas desde <laughs> desde crianças. Eu eu lembro que uma assim, tinha tinha os meus vizinhos com quem eu brincava, então a gente brincava de triciclo, eh com um triciclo aliás. Eu lembro uma vez assim que nós pegamos, eh dentro do do porta-malas daquele Opala amarelo que eu te mostrei, o nós abrimos assim aí ficamos lá atrás. Eu lembro que eu peguei umas porcelanas bem bonitas assim, que eram da minha avó, aí nós colocamos Kisuko dentro e nós fizemos como se fosse um chá. Aquilo foi bonito. E eu não sei, eu sempre assim aproveitei bem a minha infância. Lá na rua onde eu morava depois, assim, dos nove, dez anos, aí eu comecei a ter mais contato com os outros habitantes <laughs> da rua. Então, a gente sempre jogava vôlei, jogava taco, jogava, brincava de eh bafo, né, das cartinhas lá. Ah, eu eu aproveitei bastante, assim, eu nunca gostei de futebol, né? Essas coisas. E, então, assim, na educação física também eu sempre era o último, né? Aquele que ficava assim, ah, chama todo mundo, eu sou o último. Sempre foi assim.
E na escola? Conta para a gente da escola.
Na escola. Você entrou quando na escola? Eu entrei, bem, entrei no jardim, né? E é uma sede lá, é uma associação de amigos de bairro que tem. Então naquela época era muito boa, então tinha muitos alunos. E aí comecei minha alfabetização lá. Gostei daquele tempo, assim, o que lembro. O que mais lembro, assim, assim, tipo, teve um dia <laughs> que eu, que eu fui tomar vacina e eu fiquei com muito medo, aí caguei nas calças mesmo. E a outra que eu lembro era de uma, assim que tinha, acho que vinha com a Nossa, eu lembro muito da margarina Fiorella. Gente, olha que coisa. Nossa nossa, ai meu Deus, o meu passado está arraigado na no merchandising. O Eu lembro que tinha umas, tinha umas meninas, a gente ia escovar o dente no tanque lá. Era tão gostoso assim. Mas a minha caneca era uma caneca simples. Mas a caneca delas era a caneca da Claybom. Adorava com aquela menininha. E eu não sei porque que eu não tive. Aí eu começo a chorar. <laughs> E E aí, aí eu passei esse tempo no no jardim, na pré-escola. Né no jardim, na pré-escola. Aí depois eu fui para uma escola, fui para uma escola particular, durante, da primeira à terceira série. Fui muito infeliz em matéria de professor lá, porque assim, a primeira, a da primeira série, ela chegou a falar para a minha mãe que eu era imbecil. Na segunda série, eu lembro que. Segunda série, eu lembro que, eu eu mentia, às vezes, para a professora que eu não tinha feito a lição de casa, que eles cobravam, né? Aí até que um dia ela falou Mas e a lição de casa? Eu falei, ai professora eu estava com dor de barriga, eu não acredito em você. Eu falei, mas professora. Aí ela começou, ela aí eu, ela co, eu comecei a andar pela classe e ela começou a correr atrás de mim. E aí fomos dando volta, dando volta, dando volta, até que ela me colocou para fora e eu fiquei lá chorando. E eu falei, nossa, que. Aí depois eu fiquei analisando outro dia, eu falei, que sorte de professoras eram essas <laughs> que eu tinha, assim. Eu falei, gente, que coisa horrorosa. E. Até lembro que essa professora, até hoje eu ainda falo isso. Eu lembro que eu fazia assim com a cola, não fazia pum, pum, quatro pontinhos assim para colar um papel. Aí ela, por que que você fez isso? Eu falei, ah, professora. Aí ela pegou o papel e fez assim na minha cara, ó, e esfregou. Falei, gente, mas por que que eu não revidava com esses seres? Eu sempre fui muito assim, nossa eu sempre fui muito diplomático nunca, mas deveria ter revidado né, mas anyway, já foi. Aí na terceira série, bem, naquela época eu peguei catapora básica, até ainda agora meu irmão estava com catapora e me me fez relembrar esse tempo. E e tinha um rapazinho que me, assim, quando eu entrava na escola, aí tinha um rapazinho lá que ele me levava para um quartinho <laughs> e falava, eu quero o seu dinheiro do lanche <laughs> senão eu vou bater em você. Aí eu, puts, mas, nossa, então acho que algumas vezes aí, acho que era João Paulo, até gostaria de encontrar com ele <laughs> hoje para conversar, só lembro que ele era ruivo, e tinha umas sardinhas assim, e Mas aí, bem, ele nunca me bateu também porque eu sempre dei o dinheiro do lanche, assim, né?

Aí eu eu eu go, aí eu gostei daquela professora, achei ela bonita. E aí depois aí fui para uma escola estadual, aí sempre era um bom, assim, eu entrei na quarta cê, fui promovido para a quarta A, e sempre fui um bom aluno, as professoras sempre gostavam de mim. Durante o o tempo de ginásio, eu eu comecei como representante de classe, aí depois eu fui forçado, e isso continuou no colegial. As pessoas me viam, elas nem já já delegavam essa tarefa para mim. Talvez por gostar, talvez por achar mais E assim, eu sempre tive uma boa convivência também com, assim, as pessoas frequentavam muito minha casa nessa época, os meus colegas de classe. E Aí meus professores foram sempre legais, assim, os professores de colégio.

Eu até penso até hoje em dia em em fazer biologia, talvez, e aí eu lembro dela. E E, ah e fizemos muitas excursões, era sempre legal, muitas foram para o zoológico. Até teve um lugar que a gente foi que eu acho que até hoje para mim é um local mítico, porque eu não sei se aquilo existiu mesmo né, porque é, era chamado Paraíso do Sol. E eu lembro que eu fui para lá, até procurei na internet, e falei, gente, mas não tem nada. Eu falei, nossa, será que eu estive lá mesmo? Será que foi um sonho? Porque hoje em dia, assim, eu assisto tanto filme, vejo tanta coisa, aí eu confundo o que é realidade, o que é sonho, o que é filme. <laughs> Então, eu confundo tudo. Mas o meu tempo na escola foi foi bem bacana.
E você se envolveu em alguma atividade, assim, teatrinho de escola?
Teatrinho de escola... Não, não. Mas assim, quando eu, eu tinha treze anos, eu, meus primos e meus amigos fizemos, porque tinha assim, tem tinha três casas no terreno, né? Uma delas foi âh, parcialmente demolida, a sala, que era onde meu avô morava, ele foi mora, foi depois dormir no nosso quarto. E e aí ficou a cozinha onde nós montamos um clube. Não era uma casa na árvore, <laughs> mas era um clube. E aí nesse clube então nós nos reuníamos, jogávamos, fazíamos um monte de coisa. Até que começou a história da gente fazer teatro. Então aproveitamos aquele palco, aquele aquela área aberta né, aquela arena grega, <laughs> para para fazer teatro. Começamos com uma, começamos com a adaptação da minisse, daquela minissérie Agosto, que eu achava aquilo tão fancy, tão interessante. E e aí fizemos uma coisa, e aí pegamos as porcelanas, as roupas clássicas lá, os o, quero dizer os ternos do do meu avô, e fizemos assim uma produção de época mesmo. E aí minha, eu e minha amiga, eu e minha prima escrevemos, era arrocho. Nem sei, nem sabia o que que era arrocho, até hoje eu nem sei. Tem um negócio de arrocho salarial, mas nunca fui muito a fundo. Aí nós fizemos isso, começamos a ensaiar, e era uma, era muito violenta essa essa, essa peça, porque no final to, assim, até a pe, a última pessoa que matava também morria, então morriam todos. Aí minhas tias viram aquilo, o ensaio que nós estávamos fazendo, e acharam um absurdo, então nós fomos censurados. E aí, então, aí de repente minha minha mãe falou, por que vocês não fazem uma coisa no Império Romano, de repente? Aí nós fizemos uma peça que chamamos de Império Muito Louco. Até que minha prima fazia Cleópatra, eu fazia Júlio César.

E ele fazia Brutus, só que era um Brutus de Tonga. É Tonga, né? Que fala, né?

Tonga é outra coisa. De Toga Rosa. Ele era afeminado, sim. E foi muito engraçado, então nós tivemos o nosso primeiro público lá, né? Mãe, tia, alguns vizinhos. Depois fomos fazendo alguns programas assim meio que parodiando o radi, o Radical Shake que tinha na época. E que era, e fizemos uma coisa de atividades mesmo, com aqueles cards e tudo.

E nossa e foi, e fedeu mesmo assim, foi muito ruim, deu tudo errado. Tinha uma parte lá que o uma, uma pessoa era alvejada assim, e aí eu fui procurar o sangue assim, mas já tinham tomado, era suco de uva.

E foi foi muito legal esse tempo. Aí durou um certo tempo, fizemos essas pecinhas, tinha o nosso público, era legal. Aí depois, durante o o meu técnico em publicidade, que eu até falo que foi o curso de teatro mais caro que meu pai pagou, porque tinha um projeto de teatro chamado Projeto Criação.

Lá no no projeto Criação, então, nós nos encontrávamos no início, acho que no primeiro ano foi, era sexta, sextas-feiras, à noite, e depois começou aos sábados. Então, era um projeto muito intenso né de teatro.

Então, a gente aprendeu muito com eles. Nós fizemos boas produções. Uma, assim, que eu lembro que eu que era do segundo ano, eu, em julho, que deveria estar lá para escrever, não fui, aí acabei pegando um personagem bem secundário mesmo, assim, mas foi uma peça fantástica, Lágrimas Secas, que até emocionou muitas pessoas, assim, que era uma peça sobre a ditadura, né? Eu falei nossa, eu falei, gente, que coisa forte, foi aí que eu conheci a Elis Regina, sabe? Comecei a conhecer esse povo todo, assim, e Aí depois, aí sim, no terceiro ano, uma peça com um pouco mais da de um dedo meu assim, que foi Paranoi, que era uma, era uma, era uma peça que passava em três antes de Cristo, se eu não me engano. E, e Naquela época, então, apareceu a televisão, então era um deus. E aí tudo que começou a surgir a partir disso, ele já tinha inquisição naquela época, eu era o próprio inquisidor né, gostei daquele papel. Todo mundo gosta do papel de mal, né? <laughs> E até agora me fez lembrar assim dessa, dessa questão musical, não sei se cabe, mas uma coisa que eu, eu sempre vivi sem foi música. Porque meus pais, assim, meus pais, eles eles sempre foram, assim, aculturados, né? Quando, e Aculturados quer dizer sem ou com cultura? Que agora me deu uma coisa na cabeça.

Ah, ok, aculturados, está certo. E Então, bem, meus pais vivem do jeito que eles vivem, mas eu lembro que tinha um som na minha casa quando, quando eu era bem pequeno, mas meu pai vendeu esse aparelho de som, porque não, não servia, assim, para eles não tinha, não tinha importância. E eu fiquei minha vida inteira privada de de música. O que eu ouvia Era, era um radinho, era um rádio relógio, não, aliás, tinha um rádio mesmo, tinha um rádio em casa, aqueles rádios que ainda tinham ó eme, sabe? E aí eu ouvia aqueles programas do Gil Gomes, aquelas coisas misteriosas, aquela coisa, mas na á eme, né? E eu lembro que tinha um disco do Chaves, que saiu os discos da Xuxa, que minha prima tinha aquela vitrolinha laranja, que muita gente teve. Eu falei, gente, mas que inferno, eu queria tanto ouvir isso em casa. <laughs> E não, e não tinha. Até que, que eu comecei a trabalhar. Trabalhar em noventa e oito. Aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar um som. Aí desengatei. Aí comprei, comprei, comprei. Eu acho que eu tinha uns duzentos cê dês, assim. Que Acho que tudo por falta disso, né? Assim como, como eu não tinha Como eu não tinha música, também assim minha, a minha infância e adolescência foi sempre permeada por religiosidade. Né, e então Batizei, fiz comunhão, fui coroinha durante cinco anos. Hoje eu sou rebelde. <laughs> E Também faltou isso, assim eu não Eu não li, assim como meus amigos, às vezes, não não li os grandes clássicos, quando eu era pequeno. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo com muito Com muita felicidade não tê-los lido naquela época. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não viu Christiane efe. na escola, aos treze anos. Eu vi depois, né. E E fico feliz porque assim eu falei, nossa, agora sim eu estou deleitando David Bowie. Se eu tivesse visto naquela época, talvez eu não Deleitando com ou preposições. Não, mas eu não teria, sabe, pegado realmente, assim. Então tem muitas coisas, eu não vi eu, e o vento levou ainda, por exemplo, inteiro. Acho que haverá o momento, né?

Você estava falando um pouco também dessa coisa dos dos livros Né, da leitura. Eh Quando é que você se despertou assim para a leitura?
Olha, eu estava, eu estava vendo o, o, que eu ainda guardo muita coisa, assim. Então, eu estava vendo a minha ficha de biblioteca da oitava série. E E eu vi que eu já tinha tido contato com Clarice Lispector naquela época, com Cecília Meirelles. Na oitava série, né, assim que tinha a biblioteca lá. Eu sempre levava esses livros para casa, mas eu falei, olha que coisa, gente, eu já tive contato com essas mulheres maravilhosas e não, não, não lembrava. Contato forte, forte. Acho que depois dos dezesseis anos, pode ser, que eu comecei a ler um pouco mais freneticamente. Eu sei que em dois mil, como tinha essa coisa da virada, Eu fiz um projeto de vida, assim, que eu ia ter que ler várias coisas, que eu ia ter que ver vários filmes, então eu tirei muito do atraso naquela época. Falei, gente, eu não posso entrar no século vinte e um, em dois mil e um né, sem sem pelo menos essas coisas. Até Nossa, até lista de shopping centers que eu nunca tinha ido eu coloquei. Que fútil, mas tudo bem.

E aí da questão da leitura, <coughs> agora eu estou tentando, ah, sim, tinha uma bi, a biblioteca Kennedy lá em Santo Amaro, que mesmo durante o período que eu, eh durante o período que eu estava no no colégio, sim, sim, ah é, até até um período muito interessante, porque assim, eh foi justamente nessa época. Porque eu lembro que a, a minha, minhas professoras de português lá no colégio onde eu estudava eram assim muito entusiastas, realmente gostavam do que faziam, né. Então começou a manifestar aqueles nossos autores todos, Castro Alves, adorávamos o Álvares de Azevedo né, e essa, e essa coisa toda. E naquela época eu comecei a me relacionar com o pessoal da minha classe que era gótico. Eu não comecei a, eu não eu não andava de preto, mas assim, ia com eles, às vezes a gente ia no cemitério, não sei o que lá, essas coisas. E também comecei a pegar alguma coisa deles, assim, então comecei a ouvir o Jim Morrison, a Janis Joplin, que naquele tempo, assim, eu falava, que mulher que grita, assim, hoje só grita, assim, eu falei, e hoje é uma, é uma das cantoras que eu mais gosto.

Aí naquela época, eu lembro que a gente fez o, é de um escritor português que eu não lembro o nome, Noivado no Sepulcro. Nós fizemos uma apresentação teatral lá no no colégio, e até eles queriam me colocar dentro de um caixão mesmo né, mas não não veio a tempo. <laughs> E aí E aí eram assim, a história de dois defuntos, que eles acabam casando no no além túmulo, né? Que eles levantam da cova. Uma coisinha bem bonitinha. Eu gosto do Tim Burton, sabe? Então eu gosto dessas coisas E então naquela época eu comecei então a ler, sim, já algumas pessoas assim também usufruindo da biblioteca Kennedy, da biblioteca do meu colégio.

Centro Cultural também, foi acho que foi foi nesse tempo, foi foi o primeiro contato que eu tive aos Eu lembro que eu fui num recital de poesia com Décio Pinhatari, os Irmãos Campos né, com Arnaldo Antunes, que ele até sentou do meu lado e pediu minha caneta. Eu falei, gente, ai meu Deus, Arnaldo Antunes pedindo minha caneta. E aí comecei nessa coisa já, assim. Aí naquela época eu já comecei a escrever alguma coisa também. Foi nessa época também. Nossa, que verborragia. <laughs> Foi nessa época também que que eu comecei a a ir ao teatro. De verdade. Porque eu também nunca tinha ido em show, nunca tinha ido em peça. Comecei a ir aos dezesseis anos. Aliás, dezesseis é um marco, pode ser. <laughs> Aí eu comecei Comecei a assistir às peças e tal. Também tinha a biblioteca do Sesi, comecei a ter contato com muitas obras. E hoje isso, assim, eu tenho um contato bastante forte hoje com obras porque eu escrevo. Muito melhor do que escrevia naquela época, com certeza. Mas. Então, assim, tudo tudo na na minha vida é muito poético, assim. Eu sempre enxergo por outro ângulo as coisas, né? Até não sei para, para deixar as coisas um pouco mais bonitas. Assim como a Clarice Lispector que que escrevia até onde, até no no maço de cigarro, sabe, então eu eu preciso ter um papel e uma caneta, senão eu eu piro na na batata. Às vezes eu eu não tenho, eu fico maluco. Preciso ter um Esse é o meu cano de escape.
Eu quero explorar esse seu lado, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Qual livro te marcou? Um livro que te marcou a sua vida?
Um livro que tenha me marcado? Ai, que pergunta. Puts. Você fala lá atrás, é isso?
Não, pode ser até recente. Algum livro que você fala assim, olha, eu depois desse livro
Ah, pode ser assim. Eh Bem, tem muitos livros, né? Mas um livro que marcou, assim, muito, muito, muito foi a minha vida, que é a biografia da Isadora Duncan. Nossa, eu falei, que mulher louca. E ela revolucionou o tempo dela e tal. Eu falei, gente, que mulher doida. E, nossa, isso sim, mudou muito a minha vida, a minha concepção de arte Assim, ainda mais para para levar a arte mesmo num numa questão muito mais espiritual do que técnica. Isso isso ficou, ficou bem marcado. Acho que eu li há uns três anos atrás.
Vamos falar então sobre esse processo de você escrever. Uhum. Como surgiu isso na sua vida?
Bem, então como Eu já escrevia quando eu era pequeno, umas coisinhas assim bem, uns poeminhas bestas, que eu nem sei onde estão hoje em dia, mas assim, era bem, sabe, rimar cão com são, <laughs> sabe? E E aí depois do. Aos dezesseis eu ainda não era uma pessoa muito madura nesse sentido. Depois. Ah, tá.

Eu lembro que eu comecei em dois mil e dois, foi, acho que foi dois um curso de canto, de iniciação vocal, lá no Sesc Vila Mariana.

Eu lembro que daquele ponto em diante, aí a gente começou a ter mais contato assim, começou a, aí a gente fazia a tal da compra do mês assim, cultural, então a gente ia no Sesc, saía com uma cartela de ingressos enormes. Começamos a ver bastante coisa, E aí eu comecei a me sentir muito muito estimulado também a escrever. Parece que o contato com a arte despertou isso. Uma coisa, dois mil e três, acho que dois mil e três, eu tive uma oficina de haikai, né daquela poesia japonesa, com Alice Ruiz. E ah, nossa, aquilo acho que foi um divisor de águas no que eu escrevo, assim, porque ela me trouxe o zen, né? Essa coisa de de buscar esse essa, esse nosso ser que está em potencial dentro de nós, assim, né? E aí eu comecei a pensar em escrever de uma outra maneira, então mais do que dos sentidos, né? Aí depois eu redescobri a Clarice Lispector, redescobri a Cecília Meirelles, Que eu eu acho que eu tenho muita coisa parecida com a Cecília Meirelles assim, não sei, não não do jeito que eu escrevo, mas ela é muito, assim é muito. Ela ela ela, ela brinca muito com o outro lado da coisa também, sabe? Ela vai muito, assim como a Clarice, a Clarice é muito forte nisso
O que você escreve?

Prosa? Conta para
Então, eu admiro as pessoas que escrevem prosa. Eu tenho vários planos de escrever livros. Tenho até um livro infantil que eu estou, que é sobre uma baleia suicida. E ainda Ainda, co como eu não forço, assim, eu acho, eu acredito muito em inspiração, né? Mas também acredito em em trabalho. Assim, é meio paradoxal isso, mas é Então, assim, eu eu tenho tentado escrever peças, tenho tentado escrever livros e, mas ainda estou aguardando a manifestação. Nesse sentido, eu deixo, deixo bem à vontade. O que eu mais escrevo são coisas bem pequenas. A única coisa que eu tenho pronta até hoje é um livro de poesias que eu fiz sobre São Paulo, chamado São Paulo São. Eu lembro que eu terminei ele em outubro de E e o, <laughs> aí quando eu tento registrar ele, a Funarte fica de greve. É impressionante. É impressionante. Quando eu vou lá, a Funarte está de greve.

E até assim, já eu considerei aquilo como um nascimento mesmo, né? Até eu estou, já que eu não registrei ainda, e surgiram muitos outros sobre São Paulo, então eu eu vou fazer uma uma espécie de um combo assim e já juntar todo mundo assim Essa é o que eu tenho pronta. Eu tenho muitas anotações em casa. Assim anotações em em prosa, às vezes né, mas a maioria são coisas bem pequenininhas, assim. Por exemplo, tem lembro de um bobinho, assim. Ah Lembro de uma vez que eu estava na, eu fui assistir um show do Tom Zé, que aliás é um cara que eu gosto muito. E E e tinha um rapaz que estava sentado na minha frente e ele E ele estava eh, tinha, estava uma calça bem bem folgada assim e os pés descalços. Mas eu falei, gente, que pés livres. Assim eu, aí eu, aí eu não hesitei escrever assim, escrevi algo como Alma livre, livre do jeito que é, desfila entre os desfiladeiros dos dedos, alma solta, pronta, salta da ponta do pé. E e aí eu falei, meu, eu vou entregar isso para esse cara. Eu falei, pronto, ele vai falar, viado, vai <laughs> eu falei, meu, entreguei. Aí ele, ah, obrigado. Aí depois teve o intervalo, que depois começou o show do Antônio Nóbrega, aí antes de começar o segundo show, aí ele veio procurar, cara. O que é isso? Meu, nossa, que legal e tal. Nossa, obrigado mesmo. Eu falei, pronto. É só a gente quebrar essas zonas. A gente vê, a gente pinta o problema um pouco maior. E eh, ainda assim, um uma coisa que eu ainda preciso comprar é uma câmera, porque eu também tenho um desejo de realizar alguma algumas coisas audiovisuais, né? De concreto mesmo, que eu tenho feito na na vida, assim, artística. Então agora eu faço parte de um grupo de teatro, que é a Companhia do Desterro. E E até foi muito engraçado a co como surgiu o nome, assim, né?

Surgiu ano passado, né. Durante a semana e no sábado, e onde nós nos encontraríamos. Então, todo mundo teria a sugestão pronta. Aí minha amiga falou xis, a outra ípsilo, e foi indo, indo, indo. Até que chegou em mim e, puts, não pensei. Não tinha pensado mesmo. Aí minha amiga falou, mas você tem que falar alguma coisa. Aí eu, ah, Companhia do Desterro. Aí, nossa, Companhia do Desterro. Aí todo mundo, nossa, que nome, lembra enterro. Aí, e eu não sei o que que deu lá e acabaram aceitando esse nome, né? E foi muito uma entidade que baixou, acho que na hora, né?

E o, e o que acontece é que assim, depois a, até a nossa primeira peça, que é um nomão, segmentos temporais de um processo endofágico, ela se passa numa mina de carvão em Santa Catarina. E depois nós fomos ver que a ilha de Santa Catarina né, o Florianópolis e afins, era a ilha do desterro. Então, eu acredito muito nessas coisas. Aliás, minha vida é super guiada pelas, essa sinergia das coisas. Eu acho lindo essas coisas, sabe? de E e tenho tantos, tantos, tantos exemplos assim que eu falo, nossa, mas É mu, é muito diário, assim, a partir do momento até dessa coisa com a Alice Ruiz, que eu comecei a conhecer o Zen, tenho já uma ideia do que é meditação e tal, e e perceber essa sincronicidade das coisas, né? Essa Isso isso, sim, me encanta muito na vida. Muito, muito, muito.
Essa, essa companhia é um teatro amador?

Bem, na verdade temos alguns dos componentes que já já tem, já tem formação. Âh Metade não, inclu, inclusive eu. <laughs> E, bem, isso tem tem sido muito importante para mim porque é, é um direcionamento. Eu sou uma pessoa totalmente fora de foco. Assim, o meu Eu direciono tudo e talvez por isso que eu não tenha realizado tanto ainda. Mas agora esse ano eu tenho sentido que eu tenho, eu tenho focado bastante. Isso tem me ajudado, porque a gente tem reuniões semanais agora, né? Então eu tenho que realmente pensar, porque eu tenho que mostrar resultado para eles. Então eu sou forçado a isso. Então isso dá certo. Até antes da companhia, o que eu havia fazendo, existe uma coisa que, assim, eu comecei. Meu amigo estava, isso é uma revelação, <laughs> meu amigo estava, íamos assistir uma peça e ele estava comendo, estava lá com aquelas balinhas mentos, né? E eu super, assim, e na naquela época eu estava assim, porque a Isabelle Ruppert tinha vindo para cá, para São Paulo, e eu não tinha assistido a quatro E eu, nossa, mas naquela época eu também nem sabia direito quem era Isabelle Ruppert, né? Aí Aí depois passou um tempo, mas aquilo ficou na minha cabeça, aí eu vi ele com mentos, aí eu, nossa, eu vou fazer quatro ponto quarenta e oito mentos. Aí eu fiz uma performance, e eu já apresentei por três vezes, até a última vez que eu apresentei foi durante a Satirianas, lá na Praça Roosevelt e E e é de uma, de uma mulher que assim, ela por uma doença degenerativa, ela perde a voz, mas aí ela quer se matar, mas antes de se matar ela quer contar a vida dela, né? Não que eu vá fazer isso depois daqui. <laughs> Brincadeira, mas, e E aí ela começa a escrever, porque ela já não, ela não tem mais como falar, então são os quarenta e oito mentos <laughs> E E aí depois, assim uma que me marcou muito assim que eu, eu tenho tenho utilizado meus aniversários, Meu amigo agora tem um, mora numa kitnet lá no centro. Também isso mudou muita coisa em mim, quando eu comecei a frequentar mais o centro, né. E e aí a gente, a gente tem feito, não agora, mas fizemos alguns eventos na casa dele. E eu sempre eu sempre penso na publicidade, assim, isso eu acho que ficou muito do curso. Então, eh aí a gente faz, aí faz com patrocínio disso, daquilo, esses patrocínios tudo fake, né, mas a gente faz. Então, teve a apresenta eu, agora no ano passado, eu apresentei lá no no dia do meu aniversário, Dois espetáculos, né? Podemos chamar desse jeito. Um é que era nove canções. Que eu dançava nove canções. Eram três compactos, né? De Com três músicas cada um. Porque eu a, eu gosto muito do número nove. Eu gosto muito do número três também, né? E. Que tem essa coisa do infinito. E aí, então Eu fiz essas nove canções e era, era um período curto, eu acho que tinham trinta e três minutos as músicas todas, mas acabou durando mais porque tinha intervalo. Eu não não, fiz aquecimento, não fiz nada, depois minhas amigas vieram para me bater, assim, não aguento, o que que é isso que você fez? <laughs> Pelo amor de Deus, nossa, que negócio demorado, assim, eu todo duro, assim, sabe, meio pretenso, como se fosse Isadora Duncan, sabe, pensando o que era. E foi para eu ver mesmo que, assim, tem muitas coisas que estão no campo das ideias, mas você realmente tem que trabalhar, não adianta, né? Mas, em contrapartida, depois eu fiz uma coisa que eu tinha ficado muito tocado, porque um cientista falou que por mais que nós parássemos as máquinas, não haveria mais como deter o o desgelo do Ártico. Aí, apesar de ser do Ártico, me veio a ideia de fazer um dia eu ainda vou para a Antártida. Apesar do grande, do do nome ser bastante grande, a performance é bastante curta. Então era uma espécie de, eu eu na frente de um cubo de gelo, aí todo de branco lá, e até pegava um picolé que eu tirava de uma caixa de isopor, até que eu terminava de comer o picolé e ia embora. E era essa a performance. O que o outro durou uma hora, isso ainda não durou dois minutos. E até eu tenho prete, eu tenho ainda a intenção de fazer essas coisas aí por aí. Vamos ver né, o que manifesta.
E profissionalmente? Ah Você começou a trabalhar, você começou a trabalhar cedo. É.
Então, eu comecei como slave mesmo. <laughs> Comecei numa. Porque antes assim, na no tempo que minha mãe trabalhava, eram as firmas, né, de Era a produção, né? Era isso que estava em Estava na moda, assim, era era o que era daquele tempo. Hoje em dia eu acho que essa me, esse mesmo operariado é o é o, são é o telemarketing, né? Aí eu Passei, eu passei por isso durante cinco anos né, com aquela, aquele grilhão assim na cabeça. A princípio eu comecei numa empresa do tempo que ainda tinha bip, né?
Mas você já começou como operador de
É, era operador de rádio chamada, que eles chamavam. Naquela época. Naquela época. E aí, era nossa, a gente atendia quatrocentas ligações por dia. Mensagem para esse, para aquele, para médico, para não sei o que lá.

E tinha umas mensagens tristes, às vezes, assim, sabe? E a gente também não podia se envolver. Lembro de Dia das Mães, Dia dos Pais, essas coisas eram eram meio estranha. Aí depois eu eu fui parar numa outra empresa também de, telemarketing. Atendia usuários de cartão de crédito. Depois disso, fui para uma outra, que era de de t vê a cabo.

Aí, tipo, escondendo o nome das empresas. <laughs>

também não faz muita diferença.

E aí, depois de um ano, assim, eu tinha saído da da empresa em que eu estava, uma semana depois eu comecei a trabalhar lá. E lá eu acho muito legal, eh assim, é evidente que a rotina uma hora não tem jeito. Assim, é é só isso que me cansa agora, né? Porque eu trabalho, comecei na recepção, hoje trabalho na secretaria, mas a gente se, a gente dentro do balcão é como se a gente estivesse vendo a vida passar. Não a nossa, né? A dos outro Né. Então a gente fica estagnado lá. Acho que todo, acho que acaba gerando isso. Então a a gente sempre tem outros rumos, assim, a gente quer crescer e tal. Mas uma coisa muito importante de lá é que, assim Eu tenho professores lá, e né evidentemente, porque é uma escola de inglês, que coisa ordinária, mas eh Todos têm um uma, uma bagagem cultural muito forte. Então assim tem, tem, por exemplo, um professor, que ele é egípcio, E ele tem muitas histórias. Ele me conta coisas. Ele acabou servindo até no Vietnã. Foi ao Woodstock. <laughs> E, nossa e E todos os professores lá me trazem. Eu sei, eu já tinha, antes de ter entrado lá, comecei com uma professora particular inglês. Agora eu te, eu tenho estudado lá. Eles oferecem isso para os funcionários e eu acho ótimo. Então e e, hoje, assim, de uns dois meses para cá, todos os santo, todo santo dia eu tenho contato, de alguma maneira, com a língua inglesa. Já tinha começado a aprender francês como aula particular, mas a gente nunca, a gente, a gente faltava muito, né? E estava pagando e faltando, aí não não dava certo. E, até pensei em fazer italiano. <laughs> Nossa, eh bem, mas, anyway, mais para frente, se der, eu faço.

Nossa, o que que a gente estava falando mesmo? Aí eu divaguei.
<laughs> Não, a gente estava falando de trabalho.
Sim, trabalho.

E, bem, um contato com os alunos, tem alguns alunos que são interessantes, né? Que a gente acaba trocando informações, mas a maioria é tudo criança, né? Eh

Então aí não tem muita troca. Mas prefiro do que, assim, ainda assim, ficar lá o dia inteiro, prefiro do que ficar sentado sem poder me mover.
Deixa eu te perguntar uma coisa, essa experiência toda que você tem de telemarketing, atendimento tal, você nunca pensou em fazer uma peça, uma performance, usando essa experiência que você tem no seu trabalho?
Ai, não, acho que to to, já está, eu lembro de ter visto no no Zorra Total, tem uma moça que faz, ah, eu vou estar atendendo, eu vou estar transferindo, esse gerundismo todo tão famoso, eu falei, por que que eu vou fazer isso, todo mundo já faz, né? Não, assim, nunca pensei, não. A menos que eu fosse usar isso como uma algema mesmo, né? Quem sabe eu poderia pensar numa coisa assim. Não, nunca pensei.

Moro ainda.

E. E, assim, como eu sou, essa palavra é bem old fashioned, assim, mas eu sou arrimo de família, então não tem nem porquê eu sair de casa.
Né. Ah, porque seu pai não está trabalhando mais. É
Meu pai não trabalha e minha, e minha mãe, minha mãe está lá em casa.

Então, então o que o que dá para fazer lá em casa eu faço, sem esquecer nunca da da minha evolução pessoal. Eu eu ponho isso em primeiro plano. Sãos os seus, são os seus planos? Meus planos? Bem, meus planos. Bem Quando eu era adolescente, a minha, ah eu sonhava em ser apresentador de tê vê Sonhava e até já já me via no programa de sábado com a Xuxa lá sentando lá, e Xuxa, olha eu aqui, eu te amo. Aí hoje eu já não gosto mais da Xuxa, hoje eu já não quero ser mais apresentador de Na verdade, eu eu tenho interesse, assim é que, puts, eu sou de peixes, né? Então, vocês já imaginam, assim me, eu sempre vivo no no fantástico mundo de Bob, assim. Sempre eh, é num, é num outro plano. Eu sempre fantasio muitas coisas. Então, na minha visão fantasiosa Vou, assim, serei uma pessoa reconhecida de alguma maneira, eh mas eu acho mais reconhecida, assim, intelectualmente, sabe? Tipo, vai, Pina Bausch. Pina Bausch veio para o Teatro Alfa, pronto. Acho que é isso. <laughs> Acho que eu penso desse jeito. Então, de repente, fazer turnê na Europa com as minhas apresentações, casa lotada, sabe? Essas coisas bem que Mas eu eu assim, eu até estava raciocinando sobre isso outro dia e e eu falei, meu, é muita culpa do cinema, cara. Isso também não é culpa minha só pensar dessa maneira grande, né? De que, ah, sabe, e E, bem, meus planos, assim, racionais eh são continuar a fazer teatro, né? Cantar, já vi que não é comigo. Eh Dança, com certeza. Preciso fazer, entrar num curso de dança. Tenho feito meus workshops, porque o meu corpo ainda é muito duro, ainda sou muito tenso. E bailarino, realmente, assim, eu não gosto de balé clássico mais. Depois que eu vi os pés dos bailarinos, eu falei, gente, que tristeza Aquela coisa assim. E e como Isadora Duncan mesmo, o o corpo é um instrumento do espírito, então tem que estar livre, tem que estar em exercício diário. Porque é preciso compromisso. Então, é isso, meu plano mesmo é ter compromisso assim que possível. Assim que eu sair, ou de repente né, de repente eh sentir um, uma, um chamado maior, é de ir para fora. Mas não para morar muito tempo. é que, tem aquela coisa assim que até eu vi um repórter falando sobre as cataratas do do Iguaçu. E tem o lado argentino e o brasileiro, né? E Mas ele disse que os pássaros atravessam aquilo e para os pássaros não não existem fronteiras, né? Porque as fronteiras são totalmente humanas. Por exemplo, eu estou vendo aí Buenos Aires, aí eu estou pretenden, eu eu devo ir para lá em novembro. E E e também visitar as cataratas. E, na verdade, assim. É justamente por, eu acho que já vai ser o, eu acho que, você tem que condicionar também as coisas na vida, sabe? Eu não acredito totalmente naquele documentário Segredo, mas acredito na Lei da Atração, né? Então, assim, eu acho que eu tenho que dar pri, um primeiro passo, pelo menos, né? Então, eu já escolhi a Argentina, tenho planos de ir à Patagônia, se fo, se Deus quiser, no ano que vem. e descobri na Argentina um um território de muita, de uma geografia muito muito peculiar, porque assim eh tem deserto, assim como o Chile também tem, Tem a Patagônia, tem tem o, tem eh como é, esqueci o nome, Jujuy, esqueci o nome do do local em específico, que tem uma coisa que parece Arizona assim, parece Texas. Então, assim a minha sede de de ir para um país de língua inglesa, eu já mato em espanhol mesmo por aqui. Mas depois eu tenho planos de ir para a Europa, sim, mas para para fazer uma viagem, âh, se possível, de uns três meses ou mais, assim para coletar informações sobre línguas. Eu não quero ir para fazer turismo. Sabe, eu não, eu não concordo muito com essa coisa de você vai, vai lá na na Torre Eiffel e tira foto, aí depois vai no Musée d'Orsay e tira foto, não, acho que para mim tem que ser uma coisa muito mais visceral, né? Então até, por exemplo, eu tenho assim muito forte na minha cabeça na Europa são ou não sei por onde eu começaria, porque eu tenho dois amigos na Suécia já, um na Suíça, então talvez faria essa parte mais mais E até porque eu gosto da acho tudo, iria à Islândia. E Mas, ao mesmo tempo, acho que o que mais me puxa é o Mediterrâneo. Tem um cara eu, puts às vezes eu não sou muito bom para nomes, que diz que todo brasileiro tem um pé no Mediterrâneo. De alguma maneira, tem mesmo. E
E você não tem vontade de ir atrás das suas raízes lá em Portugal?
Sim, tenho, claro. Nossa, imagina. Porque, até por isso, por exemplo, a Espanha essa essa coisa, essa coisa da, é muito forte ainda a a presença lá na Espanha né, então é o, é onde eu po eu poderia começar a procurar porque tem tem uns clãs de ciganos eu acho que é o Calón, Calón, Calán, sei lá eh que é os, são os ciganos que vieram do de Espanha e Portugal para o Brasil assim, que aliás se espalharam para o mundo né E provavelmente é nesse, nesse clã que eu poderia me achar. Eu até mandei um e-mail para um cara que ele, ele trabalha numa, numa espécie de braço das Nações Unidas para, para os ciganos.

Então, talvez eu seja judeu. <laughs> Então, eu não, eu não sei, sabe, de onde eu venho. Mas e eu eu acho que, na verdade, a a a primal assim da minha existência hoje em dia é assim, de onde viemos, talvez? Mas alguma coisa, é que essa pergunta é muito batida, mas assim, eh eu quero ir Do começo, porque assim, lá na antes da. Agora que nós estamos começando a ensaiar na na companhia de teatro, né? E nós fizemos primeiro um trabalho de conceituação bem forte, então buscando as questões da evolução humana, desde o macaco, então nós começamos a ler artigos científicos e tal, e até que a gente começou a racionalizar muito, muito, muito, muito Aí vem a Clarice Lispector lá no início da Hora da Estrela e diz, e tudo começou com um sim. Uma molécula disse sim para a outra e vai. E aí eu falei, puts, não dá para ficar só racional. Então eu busco os dois lados, né. Eu busco historicamente assim da onde o homem veio eh e busco esse lado espiritual. Tento buscar essa, essa coisa que está dentro de nós e, de repente. Agora comecei, segunda-feira, tive minha primeira experiência no taoísmo. E E eu achei tão interessante assim, porque é uma filosofia tão simples e tão completa. Né, porque de lá vem a acupuntura né vem, vem o Feng Shui, vem o Vem tudo assim O Tao Te Ching mesmo, que é o fundamen, é um dos fundamentos deles, E eu falei, nossa, que coisa legal. E é justamente ele busca essa de você estar estar no teu caminho. Então, a a única coisa que eu peço, assim, porque às vezes eu eu fico, eh, esses dias mesmo, assim, eu, depois que aconteceu esse negócio. Bem, esse ano eu tive uma uma perda de uma, uma pessoa querida lá na na na, onde eu trabalho, né? E eu fazia tempo que eu não tinha ido à velório. Aí fui dessa vez, aí depois teve esse negócio da Gol, eh da Gol não, da Tam, né? Que também foi uma coisa muito forte, assim. Então, assim, às às vezes eu tenho sido, pelo menos esses últimos dias, eu tenho pensado muito, muito em morte, morte, morte, muito. Mas ao mesmo tempo, assim, a única coisa que eu peço para para Deus, ou a essa força que está nos nos guiando, é que realmente eu esteja no meu caminho, né? E possa E possa realmente, assim, eh qua quando eu tiver que ir para um outro plano, sei lá o que quer que seja, que eu realmente tenha feito o que eu tinha para fazer. É a única coisa que eu peço né. Que eu acho que eu Eu penso que realmente a morte é um portal para alguma outra coisa. Porque tem até, vocês conhecem Anthony and the Johnsons? É um grupo que talvez eles até venham para o Teen Festival. O Anthony, que é o vocalista, é um cara bem andrógeno assim É um grupo que eu acabei encontrando pela internet assim, baixando músicas, e tem uma uma música dele chamada Hope There's Someone, que ele ele fala, nossa, espero que que haja alguém Para cuidar de mim quando eu passar para o outro lado. Então, essa coisa simplifica muito essa, esse meu lado racional e espiritual, porque na razão eu falei, meu, eu morro e pronto. E depois, será que não tem? Aí eu comecei a acreditar que tem. Então, acho que tem alguém do outro lado lá por nós, né? E Divaguei de novo.

<laughs> Você quer fazer uma pergunta?

Você queria falar alguma coisa que a gente não perguntou?
Alguma coisa que vocês não tenham perguntado? Alguma coisa que vocês lembrem, de repente, assim, não sei Deixa eu ver. Ah, sei lá, né? Eu acho que mais para frente. Não sei, não sei o que vai acontecer, né? Espero seguir direitinho nos meus planos. É o que, é o que eu sinceramente espero da vida. Acho que estou no caminho certo. E. Vamos ver daqui a, até, uma vez eu fiz. Eu fiz uma, um negócio chamado Correio do Futuro. Escrevi lá São Paulo tarara de dois mil e E escrevi o que eu poderia ser em dois mil

E até era da Companhia das Letras, não sei o que lá, eu coloquei isso tudo, né? Mas aí informando e tal, que aí, eh, nossa, amado e odiado do mundo inteiro, sabe? <laughs> Essas coisas assim. E aí já dando um panorama de como seria a minha vida em dois mil e vinte e três, que realmente eu seria um escritor muito famoso e que eu encontraria, teria uma Uma apresentação, depois de ter rodado a Europa, teria uma apresentação no Sesc Vila Mariana com com amigos né, um encontro de vinte anos depois, uma coisa assim, né? E também, assim, âh outro dia eu estava brincando com a minha amiga, a gente fez uma espécie de de entrevista. Quando nós terminamos a entrevista, assim falando sobre os nossos planos sobre o futuro, né? Aí eu falei, dá uma data aí, que data que é hoje? Ela falou, ah, é não sei o que lá dois e três. Eu falei, nossa, dois mil e vinte e três, hum, esse é um número. Preciso até consultar a Aparecida Liberato, né, para ver o que, o que isso quer dizer. Mas, na verdade, assim, o o que será de mim, o que será de nós em Vinte e três, acho que a pergunta que eu lanço aqui nessa Vamos ver, né? Eu acho que isso aqui, eu agradeço muito a oportunidade né de, de poder estar dividindo isso aqui, é uma primeira experiência, até como eu vi no cartaz lá fora, é uma experiência inédita e é mesmo, né? E, sei lá, alguém que de repente estiver assistindo isso em dois mil e De repente, olha, o cara estava aqui, aí não sei, não sei se eu se eu ainda vou estar vivo em dois mil e vinte e três, espero que sim, mas se tiver e de repente, já pensou? Estou lá famoso na Europa e ele, olha, o nosso cara lá é mesmo, deu tudo certo. Ah, então é isso, sei lá, vamos seguindo, né?
É isso. <laughs>

queria agradecer você. Muito obrigada.
Obrigado vocês.
<laughs> Agora, vamos fazer uma coisa

E estou aguardando por, estou aguardando pelos planos aí do do destino